Eu estava procurando.

Queria que você falasse o nome dos seus pais e dos seus avós.

Os dois meus avôs eram espanhóis.
Qual que era a atividade profissional dos seus avós?
Bom, eu sei um pouco mais do meu avô por parte de pai, que era um fazendeiro de café.
Eles já nasceram aqui no Brasil?

O meu avô, por parte de pai, e o meu avô, por parte de mãe, os dois eram espanhóis. E o meu avô, por parte de pai, era fazendeiro de café. E aí, é muito era muito próximo da nossa história, quando nós éramos pequenas, eu sou a mais velha de três irmãs, que o meu avô quebrou em mil novecentos e vinte e nove, com a crise do café. E isso teve um efeito... cascata na descendência né os filhos dele e os meus primos e do outro lado do outro lado era uma situação mais difícil eu não sei exatamente o que que o meu avô fazia antes de ter ficado doente então a história mais próxima ãh era aquele Ele tinha ficado cego, né, por uma doença que ele teve.

Ela é a segunda de quatro irmãs. Então é uma história já de desagregação. Por parte da minha avó, nós somos descendentes dos E essa é outra história também de de desagregação e quebra. Então, a gente herdou, eu eu brinco que nós herdamos dois impérios falidos.
Você brincava na fazenda? Nunca chegou? Nunca
Quando eu era pequenininha, sim. Mas eu não me lembro. Tem foto minha, pequenininha, que a minha mãe tem.

Que cidade? Eu já tinha dois anos. E aí contam-se as histórias da fazenda, mas eu não me lembro.

são são sobrenomes... Espanhóis.

E você tem irmãos, irmãs? Eu sou a mais velha de três irmãs.
São todas irmãs, tá?
São três mulheres. Sendo que a mais nova faleceu agora em junho. Ainda estamos A mais nova. Ainda estamos vivendo um pouco esse luto.
Certo. Eh eu queria que você falasse das suas lembranças mais remotas. Então, fazenda, mas não precisa necessariamente ser da fazenda. A sta infância mais remota, como que era a tua casa, como que era a casa onde você morava, como que era a rua?
As minhas lembranças mais antigas

Que cidade que é, só para a gente registrar?

Tem toda uma influência do da da minha família misturada com a história do padre Donizetti

Aí eu me lembro, então, de quando a gente chegou aqui.

Eu me lembro, tenho essas lembranças. Depois me lembro das minhas irmãs quando elas nasceram. Da minha irmã, da minha segunda irmã eu me lembro mais da época do batizado dela. Da segunda eu me lembro, que veio a ser a terceira, minha irmã caçula. Me lembro bem, me lembro quando meus tios vieram, me lembro do batizado dela. O que que você lembra?
Qual que é a cena que vem na tua cabeça?

E a minha irmã chupava o dedo, e ela estava sentada na muretinha, assim, na... da varanda da casa, e um outro primo nosso, hiper rebelde, queria alguma coisa que estava na mão dela, parece que era uma peninha, olha só. E ele empurrou, minha irmã, ela bateu com a cabeça no jardim, ela morreu com aquela marca na testa, assim. E foi para o hospital, levou o ponto, voltou para casa segurando a peninha na mão.
<laughs> Ah, que figura.
coisa de criança mesmo, né? Ela não largou. Eles era por causa daquilo. Ela ganhou uma cicatriz na cabeça, mas ela não largou a peninha. Era uma coisinha assim, uma peninha, alguma coisa.
Só para voltar um pouquinho seus pais se conheceram

Como que teu pai foi parar no Eu não me... E aí eu também já não sei mais.

Estudava lá, parece que foi professora lá. E... E aí meu pai teve um jornal que ele editava.

Meu pai sempre foi envolvido com as coisas de ecologia, de arte, de Falava de cuidar da de preservar a terra, de cultura que não não que não lesasse a terra.

E aí acho que a minha mãe o conheceu assim, ela ia vender a assinatura do jornal.

Mas foi uma história muito difícil, assim, né?
Ele trabalhou como jornalista?
Ele era, meu pai tinha, se não me engano, meu pai tinha carteira de jornalista.

Escrevia? Escrevia, meu pai escrevia. E, então, até assim, o meu o pai da minha filha mais velha, isso fazendo um salto só para ver essa questão da profissão de jornalista, né? Não existiam os cursos, então o pai da minha filha mais velha também tinha o registro profissional, era sindicalizado, mas jornalista era quem trabalhava no jornal o jornal era a escola, a revista era a escola.
curso, né?
É, não, você aprendia lá, né, naquelas redações... É uma loucura. Ainda é. Redação de jornal, né? Redação de revista, hora ou momento de fechamento.
É uma loucura.
É realmente loucura.
E você lembra do bairro que você morava quando você era pequena?

Eram as mesmas ruas de hoje, os mesmos nomes, né, pouca coisa mudou.

Era um ladeirão, né? E...

Lá agora virou chique.

Na época era o quê?

Virou chique. Realmente o Jardim França é um bairro chique na Zona Norte.
Mas antigamente vocês brincavam na rua, circulavam, tinham amigos nas na
Não, não Na minha família, minha mãe dizia, filha minha é do portão para dentro. A gente não brincava na rua, não.

E os amiguinhos da rua também não vinham para dentro? um pouco, não, não vinham. brincava mais com as suas irmãs? Isso, é. Tinha, a gente lembra dos vizinhos, isso sempre existiu, e isso é uma coisa que nós trazemos até hoje, né? Eu, pelo menos, trago boa vizinhança. Me incomoda muito quando eu não tenho bons vizinhos, é engraçado, né? Então, o vizinho com quem você conversa, né? O vizinho para quem você pede café, o vizinho que vem te pedir açúcar, né? Então, essa é uma coisa que ter bons vizinhos faz parte de você ter um bom boas relações sociais, né? Um ficar para tomar conta do filho do outro.

E eu me lembro dos vizinhos daquela época. Então tinha os aniversários das crianças, tinha os nossos aniversários.

Mas não tinha isso de brincar na rua, não. Meus filhos, tempos depois, brincaram muito mais na rua do que nós brincavamos antes.

Meu pai tocava violino. Ah, ele dava ele dava?

Meu pai ainda teve curso de música ali.

Tudo, tudo sempre Zona Norte.

Foram catorze, quinze anos ou mais, sei lá, nessa casa. A minha mãe era aquela que alfabetizava as crianças, que furava a orelha das crianças, que levava no posto quando precisava, que dava injeção, entendeu?
Você fala das crianças da vizinhança.
É. Aí já tinha uma uma... É e como a gente morou muitos anos nesse lugar, mas muito, muito tempo, então se criou, né, esse vínculo maior, mais longo, né? E e a minha mãe era sempre essa que que tinha, né, um um essa esse impulso, né, de de ajudar, de de trabalhar, de fazer as coisas. Então sempre teve esse laço com vizinhança bem bem vivo. E ela sempre trabalhou, sua mãe? Não, a minha mãe fez muitas, muitas coisas, às vezes trabalhando em casa, às vezes trabalhando fora.

Sempre foi ela muito mais que teve mais presente, né, na nossa educação. Tinha um contato mais próximo com vocês. Meu pai não era tão presente assim nesse dia a dia, né, da da educação. Se vai para a escola fazer lição, sabe? Ele ficava trabalhando? É, ele tinha lá as coisas dele também que variaram muito, enfim.
Os dois variavam variaram bastante de trabalho você está contando
Isso, isso, isso.

Você lembra ãh dessas brincadeiras com as suas irmãs durante a infância?

te divertia mais? Você lembra de algum episódio
Eu preciso falar uma coisa. Eu preciso falar uma coisa que eu acho que isso é importante.

Eh... Porque eh isso marca muito a minha formação. Meu pai começou a me ensinar música eu não tinha nem quatro anos de idade.

E isso... me conduziu muito cedo, né, aos estudos.

Então, eu me lembro muito pouco de brincadeira, me lembro de algumas bonecas, Mas nós começamos a estudar muito cedo, né? E antes do piano, eu comecei a estudar acordeon. E chegou uma época que eu estava corcunda, assim.

Então, depois veio um piano que era da família do meu pai para a nossa casa. Eu comecei a estudar piano. Ãh... E logo meu pai descobriu que eu possuía aquilo que se chama de ouvido absoluto. E e aí eu fui treinada para escutar de costas as notas que ele tocava no piano. Primeiro era uma só de cada vez, depois duas, três, sei lá eu quantas, e eu identificava todas. E...

E depois desse teste eu ganhei uma bolsa de estudo no conservatório. E depois eu tive que parar, eu não tinha idade para chegar até o final do curso e receber o diploma. No conservatório você foi você foi estudar qual instrumento?

Foi para o piano. É Aí eu fiquei deixei o conservatório porque senão eu ia ter que ficar repetindo. acho que era o sétimo ano, até poder fazer oitavo e nono, para poder receber um certificado, senão não iria valer. Isso é o que eu me lembro, né, da época.

E aí eu fiz os dois últimos anos de piano com os dois últimos anos do colegial, que era curso clássico, que eu fiz o curso clássico. Aí sim eu terminei os dois juntos, na idade certa. Então isso tudo foram antecipações que a gente... Isso é muito interessante. E ãh Não era comum nas outras crianças.
Eu ia te perguntar, com as suas irmãs também foi parecido?
Foi, foi
investimento na música?
Foi, isso foi parecido. Mas aí, como eu era né? Houve um investimento maior em mim.
E você gostava? Era uma coisa que te dava prazer? Como que era a tua relação com a música?
Olha, é uma coisa interessante, né? Porque quando você é pequena e que você é você né? Eu estudava sete, oito horas de piano por dia. Eu me lembro que eu era uma pessoa que gostava de estudar. Mas... Eh... Eu tive minhas épocas de bobeira, entendeu? Que eu não queria mais nada, que eu fazia besteira E aí aconteceu o seguinte, veja só o que que significa antecipação. Eu tive febre reumática com doze anos de idade. A causa da febre reumática eu só vinha a descobrir quando eu estava fazendo o curso de terapia artística, em isso tudo significou um ressecamento muito grande, entendeu? Então, você fazer a criança fazer coisas antes da época certa prejudica a própria criança em termos até mesmo de saúde. E essa é uma noção que hoje se tem menos ainda do que antes, entendeu?
Tem uma pressão maior para que as crianças saibam tudo super cedo.

Você acha que tem uma pressão maior para que as crianças saibam as coisas mais
Hoje é... Isso é uma é um fato, é uma realidade. As crianças já saem da maternidade e são colocadas na frente da televisão. Hoje é dente que nasce mais cedo, menstruação que começa mais cedo. E aí o mal de Alzheimer que começa mais cedo também. É matemático.

E você lembra da escola? Você estudava bastante piano, mas também... E lembro da escola, lembro.
Então eu sempre tive muita facilidade para para estudar, para... Para decorar, para fazer as lições.
Sua mãe te alfabetizou e depois você... É
É, todos nós já na escola sabendo ler e escrever. E a minha mãe se lembra, isso eu me lembro pouca, é A minha mãe se lembra que quando, por exemplo, eu esquecia de colocar algum... alguma palavra da lição, algum problema, alguma coisa, sabe? Pulava alguma coisa. A minha mãe disse que eu lembrava o que era. Eu lembrava o que tava na lousa.

Aí, naquela época, eu me lembro que eu fiz quinto ano, fiz admissão, já quando o eu já estava doente... Eu me lembro que o médico que cuidou de mim não queria que eu continuasse fazendo algumas coisas que eu fazia, mas eu insisti, eu não parei de estudar piano, eu fiz o curso de admissão e prestei exame para fazer, porque tinha o exame de admissão, lembra disso?

Para o ginásio, porque agora é o primeiro grau de primeira oitava série. Antes era primário e ginasial. E do do primário para o ginasial a gente tinha que fazer um exame de admissão. Por isso chama exame de admissão ao ginásio. E eu prestei escondido

E foi lá que eu aprendi tudo o que eu sei. Você ficou lá até o final do colegial? Até o final do colegial, foram sete anos.
Agora, o médico tinha havia recomendado para você não voltar a estudar naquele momento?

eu tinha que ter feito repouso. E você continuou fazendo piano... Isso.

Eu fiz um repouso nas férias lá, que eu lia lia umas revistas. E o médico falou que se eu não não obedecesse, que tinha que cair a taxa de reumatismo no sangue. A taxa só aumentava. que ele teria que me internar para poder segurar a taxa. Mas você lembra como você se sentia?
Porque isso deve dar deve dar uma

Eu lia, eu estudava. Tinha uma menininha vizinha lá que lia junto comigo as revistas. A família me sustentava com revistas. As seleções, os livros das seleções. Tinha aqueles livros, as coleções de livros. E eu brincava com as minhas irmãs. E um dia chamei minha mãe para assistir a Luta Livre que <laughs> que a gente estava fazendo. Me lembro até hoje da minha mãe...

Aí eu prometi. Aí... Foi mais ou menos assim. Eu prometi que eu ia ficar quieta, mas desde que eu então continuasse estudando piano e prestasse exame no de admissão.
Mas a tua sensação física, então, não era de ficar prostrada? Você estava
Não, é. Mas só que eu estava inchando, né? As juntas inchavam. Mas eu não fiquei prostrada, não.
Ficou bem. Você lembra da escola, antes do ginásio, um pouquinho, só para a gente registrar, se tem algum amigo especial que você lembre dessa época?
É, eu me lembro de algumas amigas da época da do primário. e depois mais no ginásio e colegial e do ginásio ficaram algumas amigas e até hoje uma delas a gente se reencontrou, somos amigas de novo eh até hoje.
Do primário você você não lembra muito?
Uma uma umas coisas assim, esse exercício é importante, né, porque tem as coisas que você já vai separando. Eu não quero falar disso, eu não quero falar daquilo, eu vou falar Uma tradição legal, boa na minha família eram os aniversários, né, que a minha mãe fazia o bolo. A gente levava bolo para a escola, né? E era bolo branco que a minha mãe recheava com goiabada com vinho. Prara nós três, sempre tinha o bolo de aniversário. Sempre tinha. Depois do ginásio... O ginásio era uma nova escola, né? (
Foi, foi uma nova escola.

Não, quer dizer, ginásio e colegial. Agora a gente fala junto, mas e aí nós fizemos, eu fiz muitas amizades e a gente ia muito para minha casa para pesquisar. Porque a minha mãe, como eu falei antes, ela alfabetizava as crianças. Então tinha umas carteiras, que eu não sei de onde é que vieram. Então nós estudávamos muito ali.

Então tinha muito isso, né?
que ela lembrou que você achou
Ah, tinha o bolo. Eu não sei que mais que tinha. Elas lembram do bolo. E isso era legal, né? E... Aí eu fiz os quatro anos de ginásio. Sempre com... a gente sempre teve muita dificuldade. Quando a gente falou agora há pouco que meus pais mudavam muito então sempre teve dificuldade de grana, né? E...

para a vizinhança, né? E eu me lembro muito bem das aulas de francês e era com esse dinheirinho que também eu ajudava em casa. Como que aconteceu de você começar a dar aula para a vizinhança?

porque a minha mãe já certo? <laughs> Meu pai dava aula de música, minha mãe alfabetizava, então era muito fácil saber quem tava precisando disso ou daquilo, né? aula de reforço? Era no meu caso era, né? Um primo meu, depois a gente se reencontrou algum tempo, ele falou que eu fui culpada dele passar na escola, porque ele tinha ficado de segunda época de francês, e eu não me lembro de ter dado aula para ele, sabia? Me lembro de outras situações, assim, mas eu dei aula para ele e ele passou no exame de segunda época, né? Você estava no colegial quando começou a dar aula? É É. O francês você aprendeu na própria escola, no ginásio. Primeiro ano, francês, inglês, latim.

Eu tive uma excelente base, uma excelente... Hoje em dia não se estuda nada como nós estudávamos naquela época. Não é saudosismo. Não é. Porque a base que eu tenho de português hoje, né, é a base que me ajuda a dar aula de francês. Porque os meus alunos de francês não sabem português. Entendeu? Eles não não sabem diferenciar um artigo de uma preposição, aí depois não sabem... qual é o o o pronome que tem que usar, porque em francês a coisa é bem falada, não não ninguém fala para mim fazer, ninguém <laughs> ninguém fala eu vi ele, isso não existe. Eu brinco que nem o na rua, o mendigo não fala assim, né? Mas aí é que eu vejo o que foi importante. a gente ter estudado daquela forma como nós estudávamos.
E você gostava, você encaminhou, você estudou francês, latim, português
fui parar com uma língua quando nós passamos para o segundo colegial. Do primeiro para o segundo colegial houve mais uma dessas reformas de ensino e segundo e terceiro colegial teria que fazer só uma língua. Nós éramos obrigados a escolher, então Era no mesmo momento. Eu não queria. E esse é um momento que eu me lembro muito bem da minha vida.

Porque eu não queria parar uma língua. E naquele momento eu pus na balança e achei que eu já sabia mais francês do que inglês, optei pelo francês. A partir desse momento, meu inglês começa a atrofiar. Mas eu tenho a mesma base que eu tenho de português e francês, eu tenho do inglês.

E aí você depois não voltou a estudar o inglês, né?
Não, não. E é engraçado porque eu leio, né? E quando eu leio em inglês, eu leio com dicionário inglês, inglês. Eu leio em inglês, né? Mas aí é engraçado. Até espanhol você começa a falar, em francês, né? Porque é uma operação normal, natural do cérebro.
E aí você seguiu, seguiu depois do colegial, dando aula de francês?

Aí o primeiro ano eu tranquei, no segundo ano foi exatamente sessenta e oito. E aí começou a minha luta política, né?
Deixa eu só voltar um pouquinho, que aí a gente já deu um pulo. Mas seria legal se você falasse um pouco sobre a essa adolescência pré-universitária, né?

Espera aí, eu não me lembro como é... Só fazer as contas aí, em que ano... Em sessenta e quatro, se eu estava no primeiro ou no segundo colegial. Porque foi foi o o golpe, me lembro muito bem, do golpe militar... E e foi ali que começou a minha o meu engajamento na resistência. E foi com os padres da igreja dos dos Salesianos, que tem uma igreja em frente. E nós fazíamos as reuniões ali.
Ãh? Em frente ao colégio. Existe até hoje, os dois. Como que aconteceu o seu o seu engajamento? Você frequentava a igreja?

Os padres davam aula para a gente de e e ainda existia naquele momento a possibilidade de abertura, porque até chegar no a coisa ainda era respirável. Eu tive momentos de ida e vinda, ida e vinda. no engajamento político, mas eh aí quando chegou em sessenta e oito, eu estava na faculdade, participei de todo o movimento de ocupação, eu estava no processo E então, assim, se você pegar a minha pré-adolescência, é marcada por isso.
Você já estava se antenando para essa questão, né?
Porque a gente tinha um ensino muito engajado.

Então, não é que era como se alegava... depois a necessidade de acabar com o curso clássico e não sei o quê, que era um curso elitista, não era. Nós éramos bem engajados. Eu me lembro que a primeira aula que que foi dada no auditório, como extensão das aulas de redação, fui eu que dei e a questão era já das drogas. Então, não tinha alienação nenhuma nisso.
E como que era seus amigos dessa época?

grupo de amigos?
Como que era?

Tinha essas meninas que iam na minha casa, tinha pouca coisa. Eu me lembro de algumas amigas e também me lembro de algumas vizinhas cujas mães, ah, mas você não sai, você não vai a baile, não sei o quê. Eu nunca fui da balada, para usar um nome moderno, né? Você não saia muito para passear? É. Quando chegou na faculdade, vocês não acreditam. que a turma ia para barzinho, essas coisas, aí depois eu tinha que esperar a carona, né, para voltar para casa, eu só acordava quando eles mudavam de barzinho, eu não aguento a noite, eu não aguento ficar acordada <laughs> a noite inteira, <laughs> assim, olha que eu gosto de beber, eu gosto de cerveja, eu gosto de vinho, mas eu não gosto de passar uma noite inteira, entendeu, eu eu durmo,

Não era assim de... Né, de... Mas você que você gostava de fazer de lazer?
Você ia ao cinema?
A gente ia, né? Cinema... Eh, que mais? Eu me lembro que algumas vezes a gente cabulava aula para ir no no Cine Hollywood.

Como chama o sinal para para começar a sessão? dizia que era o sinal da aula. A gente ia para o horto, a gente fazia piquenique no horto, né? Cada mãe fazia alguma coisa e a gente levava e ia comer no horto. Só os amigos? Só os amigos da classe. Então tinha uma ligação. Você frequentava a Cinelândia ali no centro

Não, não, não. É...

Lá dentro tem um cinema, mas não é mais Cine Hollywood, né? E... Mas o pessoal da minha época... conhece o Cine Hollywood. Uma coisa que eu me lembro muito bem, aí já no curso clássico, era da minha professora de francês. Nós íamos para a casa dela, eu sou muito marcada por aquelas músicas daquela época, né? Que era Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, mas era também dos italianos, Sergio Endrigo, né? Ãh... E a gente cantava muito, comia
Tinha gente que tocava violão? Você tocava piano também?
Não, não. Não, menina, não. Meu curso de piano é clássico. É assim. Nossa, preciso falar isso. Que isso marcou Isso é que me levou a ficar doente, né? Eu era proibida de tocar música de ouvido. Desde a época que que eu estudava acordeon, né, harmônica que a gente chamava. Eu tirava, eu escutava as coisas e tocava, né? E às vezes o meu pai olha o que ela está tocando. Olha, ela tirou isso de ouvido. Mas era proibido. O músico era aquele que lia a música. E... E eu me lembro que quando naquela época que eu estava no conservatório dramático... A gente tinha comprado uma televisão e tinha uma novela que tinha uma música que eu amava na introdução. Aí eu cheguei no no no conservatório e falei, olha, a música da novela é linda. Toquei a música.

Você está tocando Bach de ouvido. Foi um escândalo no conservatório. Dias depois... Vou eu para a minha aula. Quer dizer que a senhora anda tocando Bach de ouvido? Então... Foi reprimida um pouco, né?

Eu costumo dizer que eu sou eu tenho uma deformação musical. Sei lá, depois isso daqui vai ficar gravado. Pode ser que seja ruim, né? Não sei. Como uma um um uma crítica.

Mas isso me marcou muito. Quando eu estava... Bom, tem aí... Depois a gente tem que ver como é que a gente pega o fio quando eu fui para a França. Quando eu voltei da França, eu voltei assim, decidida a voltar a estudar piano. Daí... Eh... Você parou de estudar com que ano? Quando eu me formei. Quando eu me formei, eu parei. fechei o piano quando eu me formei.
Aí... Com quantos anos isso?

Com que idade, mais ou
Quando eu terminei o colegial. Devia ter uns dezessete anos por aí. Dezesseis, dezessete

E por que que você optou por prestar advocacia?
Ah, não sei. foi essa história? Eh, não sei. Eu não sabia... O que fazer? Que carreira seguir? Você não pensou em e continuar tocando Não, eu não queria seguir música. Porque a gente precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, não queria morrer de fome. Eram as coisas que eu falava.

para o meu pai eu não queria. Para o meu pai eu jamais pararia, né? Mas eu também penso que com aquela formação assim, rígida, né? Eu não tinha por onde caminhar naquele momento, entendeu? Eu era considerada, o que eu chamo hoje, uma boa tocadora de piano, né? O conservatório fazia intercâmbios e eu via que o meu nome estava... que que eu ia tocar em algum lugar na parede. Meu nome já era incluído Sem eu ser consultada até, entendeu?

Mas era uma coisa mecânica, né?
Você não sentia que tinha uma um processo artístico de você?
não tinha. E era uma coisa assim, instintiva, porque não é que eu... elaborasse isso, eu gostaria de tocar mais livremente, eu queria fazer popular, eu não elaborava isso, né? Eu estudava como uma louca, decorava as coisas, sabia tudo de cor, toquei peças dificílimas, minha peça de formatura é a do Chopin, Mas eh hoje eu vejo, por isso que eu brinco, que eu falo, hoje que eu tive uma deformação musical. E e isso marca muito tudo que eu faço hoje, né, a necessidade de trabalhar de outra forma.
Dá um toque aí quando você quiser perguntar alguma coisa. Eh eu ia perguntar para você se seus pais eram muito rígidos, se você acha que Não está gravando agora, né?

Existia muita rigidez em casa também, né?

Isso também era legal. Eu me lembro bem, porque não era na fazenda, mas a casa dela era em tinha um quintal enorme com jabuticabeira, com abacateiro. Me lembro do fogão a lenha. Isso tudo é muito bom. Ia a família inteira para lá? Você sabe que às vezes a gente ia só as três, né, só de férias as três. Ficavam na casa da madrinha? da minha tia, né, que era a irmã mais velha do meu pai.

E isso é para contrabalançar um pouco essa coisa da rigidez, né? Não tem não teve só a a rigidez. Acho que essa... Esse estilo da minha mãe, né, de de ajudar muito, de ser aquela que furava a orelha, que dava injeção, né, que alfabetizava, também nos marcou muito. Outra coisa que eu me lembro também ãh são os livros, e isso tem sido muito presente para mim hoje, ãh os livros que o meu pai tinha. Então, o meu pai tinha os livros do Stefan Zweig, né, em casa. Eu li Maria Antonieta, eu era muito pequena, não me lembro que idade que eu tinha. E meu pai nunca aceitou que o Stefan Zweig tivesse se suicidado. E até hoje, eu já li vários artigos. coisas sobre ele, ao que tudo dedica ele e a secretária, a secretária que no momento era a mulher dele, se suicidaram. Mas eu até hoje tenho comigo aquilo que meu pai dizia. Ele não se suicidou, né? Ãh... Tem o Jacuzzi do Emílio Zola, né, o a questão do caso Dreyfus, né? Essas coisas eu trago da infância, meu pai não aceitava isso. E eu me lembro até hoje, eu tenho no a cena diante de mim, da minha mãe me contando que o Getúlio tinha deportado a Olga. E ela me dizendo, eu não aceito isso até hoje, dele ter entregue ela grávida para o Hitler. Então, isso marcou a minha postura política.
Seus pais também tinham uma visão parecida com a sua?
Não, l isso é o que eu me lembro, né? você estava engajada. Então, esse esse meu engajamento tinha essa raiz.

Seus pais militavam também? Não, eles não foram militantes. Mas tinham essa postura, né? E mesmo essa questão do judaísmo hoje na minha vida, que teve umas outras vertentes, né? Eu me lembro dos nossos amigos judeus, né? E mesmo o caso Dreyfus, né? Por que que meu pai era tão interessado nisso? E e eu vim a descobrir recentemente que o nome dele, o sobrenome dele por parte de mãe, Batista, é um nome de judeu, de cristão novo. E eu me surpreendi, porque o Ramos, isso a gente já sabe. uma origem...

A gente estudava na história, quando dividiu o Brasil em capitanias, depois em sesmarias, o capitão Monteiro. Aquela capitania lá, aquela sesmaria, era da família da minha mãe. Então, essa coisa vem de longe, né? Eh... Então, essas essas essas lembranças, né, essa posição do meu pai na minha mãe, mas era uma coisa assim, não havia engajamento. Eles não estavam... Eu me eu me engajei mais tarde. Das três irmãs, eu fui a única que me engajei. Mas essa essa postura de de não aceitar as coisas com... com muita facilidade, né, de estar sempre questionando.

Aí, já logo, o que que eu fiz? Né? Me engajei na na ocupação. Então, já no curso clássico, me engajei, né, nas nos primeiros movimentos de resistência.
O que que você fazia? Como que foi essa esse seu engajamento na ocupação?
Na ocupação da faculdade?

Eu não estava no dia que a faculdade foi invadida, mas eu imediatamente ãh me engajei na na no movimento de ocupação, porque era um movimento de resistência. Como que era esse?

Era tudo muito superficial, isso é preciso dizer. Era muito... Eu não sei se superficial é a palavra certa. Talvez tenha muito de superficialidade. Mas era muito uma coisa de instinto de não aceitar o golpe. Isso é inegável. Isso é inegável.
E isso era só dos alunos? Você sentia os professores também
havia professor de todos os tipos, né? Eh... O que eu sinto hoje é Eu não renego nada do que eu fiz. Eu não faria, talvez, da mesma forma, mas eh eu não renego nada do que eu fiz. Porque eu vivi na prática, depois como professora, né, o que que era perseguição? O que era você não poder falar nada? O que era você ter até inspetor de aluno que tomava conta de você?

A quebra, né, a inexistência de liberdades políticas, né, isso é um fato.
Agora, no dia a dia, como funcionava isso na faculdade?
Existia aquilo que depois até uma uma uma um um derivado disso era a autocensura, né? Eh.. Não existia liberdade, você não podia falar nada. E a grande massa vivia aquilo que foi se consolidando cada vez mais como Deus televisão. Então eu vivi algumas coisas muito loucas, até mais recentemente, né? Na gente sair de uma convenção aonde o pê pê e o pê eme dê bê se uniram, a gente estava na padaria tomando café e ouvia o jornalista dizendo que não ia acontecer
Como vocês faziam para se encontrar e conversar sobre os assuntos, sobre as ações?
Isso já foi um pouco mais recente.
Quando eu voltei, quando eu dei aula... Um pouco antes do golpe isso não isso não acontecia? Antes do Desculpa, um pouco antes do á i cinco? Como que era? Porque era era um pouco mais
cinco a gente tinha ocupado a faculdade.

Foi assim, foi um... uma anulação crescente, né?
Agora, junto com tudo isso, com essa efervescência, né, histórica, tinha a sua vida, você amadurecendo, se você quiser contar também de namorado, porque a gente está falando uma coisa muito política, também é legal se você quiser.
foi tudo muito... Eu olhando, assim, a minha vida, porque... as coisas mais internas vão acontecendo sem você se dar conta, né? E... E depois, com o tempo, com a idade, com as minhas buscas, é que eu fui eh percebendo refazendo esse fio que nós estamos fazendo aqui dessa forma, mas de outras formas, né? Então, tem algumas coisas que eram marcas da minha família, dos dois lados, que você que a gente, né, sem perceber, foi repetindo, né? Numa linguagem mais técnica, repetição de padrão, né? Então, quando nós, quando eu falei dessa quebra de dois, né, que nós herdamos, minhas irmãs e eu, dois impérios, isso significa muito sofrimento. Significa loucuras dos dois lados da família. Casos de loucura mesmo. Eh... Porque acho que suportar as crises, né, como a minha família mais para trás teve que suportar, não deve ter sido absolutamente nada fácil. Entendeu? E... E aí houve um um uma espécie de herança da pobreza. Então, minhas irmãs e eu lutamos contra esses padrões na nossa vida. Seus pais também, de certa forma, né? Sim, sim. Isso eu já estou falando assim, como é que eu peguei a peteca, né? E eu estou preocupada com uma coisa aqui que é a seguinte. Uma vez eu ouvi a seguinte expressão. A gente tem que ter veneração e respeito pelos ancestrais, né? Pelos nossos pais, avós, tudo. A gente herda um monte de problemas, né? Mas o que a gente herda é como uma casa. Imagina você receber como herança uma casa. Né? Você recebeu a casa, agora ela tem umas goteiras, né? Precisa fazer umas reformas. Então, hoje, ãh o que eu sou hoje, eu tenho plena consciência que é responsabilidade minha. Não é nem um pouco porque meu pai foi assim ou porque minha mãe foi assim.
Tem influências, mas é você que vai
Isso, é. E você é que escolhe. Permanecer repetindo o padrão é uma escolha. Você pode não perceber que é, mas é. Uma escolha sua. Você pode dizer, ai, não dá para ser diferente, ai sabe, meu pai me educou assim, minha mãe me educou assim. Bom, tudo bem, é verdade, mas agora o que que você faz com isso? Ter a referência não significa que você vai reproduzir. Exatamente. Agora, isso é um processo de tomada de consciência.
Né? estava perguntando, na verdade, se você lembrava de namoro
Eu me lembro, mas eu entrei nesse... Exatamente para dizer que foi uma coisa muito... Ãh... assim... desajeitada, né, e que não conduziu nenhuma de nós três a uma felicidade conjugal, nenhuma de nós três construiu uma família estruturada. Então, não foi uma um uma uma consolidação de pessoas, assim, felizes e tal, né? Nós tivemos que andar bastante para poder ãh nos libertar disso. É claro que cada um também recebe as coisas de um jeito, né? Se você for olhar meus primos, minhas primas, né? Ou mesmo entre os meus filhos e os meus sobrinhos, tem diferenças, né? Cada um toma um rumo, né? Cada um recebe essas influências do seu jeito Isso. Eh... Agora, em relação à questão aí da da época mais recente de luta contra a ditadura, né, eh de o nosso lado existia, sim, muita... ãh muito mais do que conteúdo, é verdade. Mas ãh e era era extremamente válido. E mais ou menos em noventa e... Não, não, não. dois mil e pouco, eu fui no arquivo histórico pegar minha ficha no do para ver se ainda existia. existia. E e foi só nessa época que eu percebi que eu vivia na clandestinidade sem saber. Sem perceber.
Você era perseguida e não sabia?
Não, não. A gente não saiu da clandestinidade. Não decorar nomes e decorar números de telefone são coisas que a gente não faz até hoje. E eu estou falando a gente e não num metaforicamente. <laughs> pessoas que passaram por aquilo. E então, eh uma amiga me falou, olha, toma cuidado quando você pegar sua sua ficha, porque você vai ver muita besteira. eu demorei E foi essa amiga que me falou, vocês ainda vivem na clandestinidade. Foi quando ela me falou que eu percebi. Isso quando? Dois mil e pouco. Dois mil e dois, dois mil e um. Aí, primeiro que assim, como é que eu vou no arquivo histórico? Cheguei lá, me pediram minha identidade. Imagina, eu ia lá. E... E eu não sabia que o estava ali. Foi por essa amiga que me disseram que houve foi por essa para se conservar o que existia, né, no arquivo do DOPS.
Você foi ali do lado da sala São Paulo? Ou não é ali o arquivo? Era
Antigamente era. Agora, o arquivo histórico, arquivo acho que é o arquivo histórico que chama, está ali na perto do Tietê, né, lá na no começo da Zona Norte.
com medo em dois mil e pouco de dar sua identidade, ainda assim.
É. E foi muito interessante, porque aí quando eu subi, Era tudo muito estranho, né? Vinha as umas mesas, como se fosse carteira de escola, mesinha com cadeira. Eu olhava tudo aquilo e eu percebi um outro rapaz, que ele também tinha que dar a identidade. Parecia que era ele com a irmã e eles estavam ali para levantar a ficha do pai deles. Isso tudo por conta das comissões, para ver se tinha indenização ou não. Porque, assim, nós fomos muito marcados por isso, né? E eu também deixei, né, eu não eu não não fui eu fui presa várias vezes, mas não fui torturada, não, né, não fui dispensada de trabalho por causa disso. Mas tem umas marcas na nossa vida, né, que você deixou de construir sua vida, você deixou de ganhar, você deixou de fazer outras coisas. E isso era um prejuízo. E essa amiga dizia, você também tem que ir atrás por causa disso. Também é uma perda, né? também uma perda. E eu depois me reencontrei com outros companheiros daquela época. São pessoas que estão, por exemplo, sem... Não, não conseguem estruturar a vida. Sabe? Existia uma quebra da vida pessoal muito grande também. E... outros, vários eu reencontrei. Né? E aí eu tinha que ver se existia a minha ficha. Primeiro eu queria saber se existia a ficha. Aí o rapaz lá de dentro foi ver o arquivo e voltou. Eu... Ele me mostrou a ficha, sim. Aí ele foi, então. Então existe a ficha. Você nem sabia se era fichado ou não ainda, né? Eu tinha dúvidas. Aí ele estava indo assim em direção ao balcão, porque já que existia a ficha, ele ia então protocolar o meu pedido de receber aquilo, né? Falei, moço, quer dizer que essa é a ficha do DOPS? Ele disse, é. Aí um tempo depois eu tinha que ligar, telefonar para saber se já estava pronto o relatório. Aí eu liguei e em vez de escutar arquivo histórico estadual, eu escutei DOPS, bom dia. Eu olhei no telefone assim, depois que eu percebi o ridículo que era, igual criança. Eu não podia entender que eu estava escutando DOPS no meu ouvido. Bom dia, boa tarde E eu demorei um tempo para ir lá buscar, aí que eu percebi que eu estava realmente protelando. E quando eu li, eu não acreditava.

Que montuado de besteira! E era, nossa, nós passamos a vida com a espada na cabeça por esse de besteira. Que eu pertencia a determinadas Eu nunca pertenci àquilo lá. Nunca militei com aquele fulano. A a o tal do informante do não sabia nada. Ele não sabia o que escrever. sabe? E aquilo marcou a nossa vida. Eu tenho aquela coisa escrita até hoje, Entreguei para os meus filhos. Falei Olha que horror.

Você chegou a dar entrada em
Não dei entrada com nada. Eu teria, teria que ter alguém que tivesse a paciência de fazer isso por mim, eu não consigo fazer. Teria que ter todo um arrazoado jurídico. as pessoas que foram muito mais atingidas que eu, já foi difícil, né? Teria que ser uma nova leva, né?

De pessoas que, na mesma situação que eu, porque é uma marca de toda uma geração, são centenas de pessoas, não sei quantas, que têm essas marcas, como eu tenho. E e, assim, eu diria que hoje, nesse aspecto, eu não mudei. Eu só mudei os meios, né? Que é preciso mudar as coisas, né? O nunca mais também é minha meu lema, né? E aí, assim, a dificuldade de falar disso é muito grande. Muito grande. E e isso eu aprendi com os judeus. Não se pode deixar de falar no holocausto. Nós não poderíamos deixar de falar na ditadura. Na década de oitenta, os meus alunos na escola estadual me perguntavam assim, mas isso existiu no Brasil, Já havia sido esquecido. E hoje está todo mundo aí com isso que se chama de livro didático. Isso aconteceu na época da ditadura. Eu vi o empobrecimento, eu vi a transformação. Ontem eu estava ouvindo no rádio que houve o lançamento de um livro, alguma coisa relacionada com memória, eu esqueci o título do livro, e o esse novo ministro da Defesa participou, ele falou uma coisa que provocou um um uma declaração conjunta dos chefes das três armas, Já que nós estamos falando de democracia, que não se deve falar nisso, porque a anistia não era para ser recíproca, né? E ela acabou sendo. Então, os torturadores permaneceram ãh ilesos, né? Ãh

Por isso também não se fala. E o brasileiro esquece muito fácil as coisas. Você perdeu muitos amigos? Eh... Não. Eh... Eu tive momentos de afastamento, né? Depois acabei, né? O pai da minha filha mais velha, ele sim foi muito...

Depois que eu voltei da França.
Então, na verdade, vamos voltar um pouquinho. Você começou a falar dessa entrada na na na universidade e aí você concluiu a universidade. Como foi essa... Não, não, eu
Eu parei o curso de Direito.

E isso tudo eh eh eh são coisas que não eram objeto de muita reflexão, não. Era uma coisa muito assim... Ãh... A palavra que eu continuo usando é superficial, né?
O que você pensou quando você desistiu?
Eu não era o que eu queria, não era o que eu queria, né? Era um... Um curso era muito chato, né? E... E foi depois disso... Eu fui para a França em setenta e... Eu fui para a França em setenta e Eu acabei ficando só seis meses lá, mas eu estudei na Aliança Francesa de Paris. Eu estudei na Aliança Francesa aqui, né, também.

Aí eu fui para a Aliança Francesa, eu tenho meus certificados da Aliança Francesa de Paris. E aí eu pedi a antecipação de um exame. Eu deveria ficar mais seis meses lá, mas eles me autorizaram. Só que eu tinha que estudar. Estudei como uma louca. E... E acabei sendo bem-sucedida no exame que eu fiz. E depois eu voltei com esse impulso de voltar para estudar. Piano novamente.
Você retomou o francês e retomou o piano. Né? Ou o francês você nunca deixou?
De uma certa forma, o francês eu nunca deixei. Né? Porque eu estudava na aliança francesa daqui.
Você lia em francês?

Você mantinha o exercício da Eu leio e escrevo em francês. E acabei me especializando, né, em alfabetizar brasileiro em francês, né? Porque os alunos começam e param, começam e param Ou então um aluno vai, termina o livro e vai embora, você pega outros. E e isso é engraçado porque quando você percebe, você já está falando... você perde a fluência, porque você tem que falar do jeito que o teu aluno entenda, né? Eh... É engraçado isso. Aí depois, se de repente eu pego, se eu vou acompanhar um francês, se chega alguém que eu tenho que fazer, demora um tempo para eu recuperar, porque eu estou falando devagar... <laughs> com as estruturas que o aluno possa entender. Porque tem, inclusive, uma coisa que a gente faz no começo, que é falar as palavras de de origem latina, porque o francês tem as duas origens, né? Então, você tem que escolher. Né, então aí, você tem que... Demora um tempo para para eu pegar a fluência novamente.
Então você desistiu eh do direito e resolveu

E fui para a França. Você saiu você foi para a França em setenta e dois... e dois... Você já estava casada? Já tinha tido um primeiro casamento que não tinha dado certo, né? E...
Durante a faculdade?
Naquela época. Aí depois, eu... quando eu voltei da França, é que eu conheci o o pai da minha filha mais velha. Né? A gente teve uma relação que durou algum tempo, tudo. Aí depois eu fiquei uns dez anos sozinha, assim, sabe? Achava que não ia casar de novo
Mas quando você conheceu ele, você casou? Teve um cerimonial, um ritual de o ritual de casamento foi com o primeiro. Com o primeiro.
Mas também, o ritual <laughs> não foi o ritual como a gente imagina que seja, né? Sabe por quê? Porque eh eu já tinha aquela ligação com os padres salesianos, né? Aí eu pedi para um deles ir me casar, ele foi me casar em casa. Aí ele falou assim, olha, você me lembra antes para eu não esquecer <laughs> de ir. Tudo na minha vida foi marcado por não fazer do jeito...
Convencional.
Convencional, do jeito que se espera, né? que seja feito. E aí você foi para a França, ficou meio ano lá? É, um pouquinho mais de seis meses. Foi muito intenso, estudei muito. Foi sozinha? Fui sozinha. E isso é uma marca minha até hoje também. Depois, quando eu estava voltando para o Brasil, eu passei por vários países e tudo sozinha, né? E aí, eu não Porque eu não faço roteiro turístico, né? Vou andar sozinha, vou procurar os becos, os lugares que que são mais interessantes, né? Então, eh até hoje, mesmo se eu for aqui no Brasil, eu fui para a Argentina, fui para o Uruguai, eh então tem tem sempre isso de ir procurar o que é mais interessante, né? Não é aquilo que é feito para o turista comprar, né? É isso que eu buscava. Mas estudei muito.
É uma pergunta. Quando você escolheu fazer direito, você chegou a se vislumbrar em alguma área do direito?

Foi uma coisa mais intuitiva?

meio assim, porque eu tinha muita facilidade para falar. Lembra aquelas coisas que eu tinha feito, né, no colégio? E ãh e eu me lembro muito bem que eu não sabia... Me definir por uma carreira. Essa dificuldade eu carrego até hoje. Eu não fiz carreira acadêmica porque eu não gosto da academia. <laughs> Eu não sabia como focar, assim, né, o que que eu vou fazer. Hoje eu estou numa situação diferente porque, depois de dez anos de experiência no ateliê terapêutico, Eu comecei a perceber que existem certos temas nos quais eu gostaria de me aprofundar, que mereceriam uma pesquisa e isso até contribuiria para o coletivo, né? Mas eu não tenho vontade de fazer faculdade, outra faculdade. Eu já estava pensando em fazer um curso de especialização no Jung, com o qual me identifico muito. Eu preciso fazer uma reciclagem na minha própria área, que é a terapia artística, porque o curso está total e absolutamente diferente do que eu fiz.
Eu até queria voltar para para a gente até falar dessa transição, ou dessa ampliação de atuações. Porque você começou foi para a França, voltou, voltou para cá, começou continuou dando aula de francês.

essa coisa é muito

Bom, porque eu já tinha... eu... A a a a base artística é a minha minha base.

Essa retomada.

Isso eu já respirava, né?

Quando eu voltei para a França, eu voltei com esse impulso de voltar a estudar piano.

Passei no vestibular e peguei o quê? A reforma. universitária, <laughs> modelito para encai encaixar tudo no modelito cinco meia nove A lei que a ditadura implantou de reforma do ensino. Aquele momento foi muito interessante. Era ainda durante a ditadura, mas foi um momento de muita efervescência, porque o curso estava se transformando. Eu ia fazer faculdade de música, mas a faculdade de música acabou, passou a existir faculdade de educação artística. Tudo aquilo que existia nas escolas de primeiro e segundo grau como matérias isoladas foi tudo junto, foi tudo unificado debaixo do nome de educação artística com duas aulas por semana. Música e artes plásticas tudo Desenho... Nós tínhamos, né, separado. E... E tudo isso, os professores antigos tiveram que revalidar diploma. Na minha época, que eu estava fazendo os de faculdade, tinha o pessoal de revalidação, né? E aí não tinha professor para dar aula daquelas matérias. Então, aquele momento foi muito bom. Depois encaixou tudo Tudo entrou nos seus devidos moldes, aí empobrece tudo outra vez. Mas não tinha, tinha que dar aula de cinema. Quem que ia dar aula de cinema? Quem trabalhava com cinema, né? Então, eu logo passei a ser assistente do professor de História da Arte, eu era ele chamava de monitor, eu era monitora de História da Arte. Então, acontecia a seguinte situação muito rica. Todos os alunos da faculdade, inclusive os que eram professores, passavam pela minha mão por causa da monitoria de História da Arte. Em outros momentos, eu era colega de determinado professor na aula, Do outro, que em outro momento era colega também, porque estava todo mundo em formação. O curso estava em formação. E isso era muito rico. Eles juntaram as artes. Então, sabe disso não? Te contei não? O que existe como educação artística hoje é o que existia antes, como música, canto orfeônico

Sim, passou a ser faculdade de educação artística. Hoje existe faculdade de música separado, como existe a faculdade de musicoterapia. É. Mas a base é comum. Então, por exemplo, eu tenho a licenciatura curta em educação artística. Foram dois anos. Depois eu fiz a licenciatura plena, que era música, né? Aí o que aconteceu... Você fez educação artística antes da música? É Depois eu fiz a licenciatura plena em música. Foi mais um ano. Então, eh essa nessa pequena nessa fase de transição foi muito interessante, porque foi nessa época então que eu absorvi esses ãh esses conceitos que até Eu ainda não vi na prática, e acho que nós estamos muito longe disso, com honrosas exceções, claro. Eu saí da da faculdade com a ilusão de que eu era polivalente. Essa era a a ideologia. Que o professor de educação artística poderia teria que ter condições de dar todas as matérias. De da área de arte, né? O que é uma ilusão, realmente. Porque eu não tenho como fazer uma pessoa se desenvolver ao longo de um determinado tempo, né, digamos, de primeira ou oitava série, em pintura, em música, né, em teatro. O que acaba acontecendo é que você dá... Pincelada, você joga determinadas coisas de determinadas artes, determinadas atividades e vai jogando. Não há um crescimento, não há um desenvolvimento. Porque não tem profundidade? Não tem. E não tem teoria, não tem uma teoria de desenvolvimento que su que que sustente isso. O que que um aluno precisa saber de pintura na primeira série do primeiro grau e na oitava série? Do oitavo grau. Da da oitava série do primeiro grau, né? Então eu fiz muita coisa, mas era tudo muito jogado, né? E acabei tendo uma profunda identificação com o teatro, com o teatro educação. Eh... Só mais tarde que eu fui entender, os alunos de oitava série amavam fazer teatro. Eles pediam para fazer teatro.

E eu fiquei afastada algum tempo. Quando eu voltei, eu passei em dois concursos públicos. E aí, quando eu voltei, já era governo Montoro. E tinham vários projetos nas escolas. Vários projetos. E eu chego numa escola onde eu vou dar aula à noite e tinha o chamado projeto noturno. caí de cabeça, né? mergulhei fundo. Doce ilusão, né, porque eu achei que se a escola estava num num projeto, né as coisas haviam mudado. Não haviam, não, né?

Mais tarde é que eu fui entender por que que os alunos de oitava série pediam para fazer teatro, eles me diziam assim, a gente queria fazer algumas coisas que nem o Metamorfose faz. Né? E e é assim, a apesar de existir mu muita mistura de faixa etária, né, eh via de regra, terminando a oitava série, os alunos estão com o quê? Com catorze,

E essa é uma idade de entrada na adolescência, né? Então, o uso das máscaras começa aí. O teatro é um instrumento perfeito para trabalhar com os jovens nessa idade. Mas antes de descobrir o porquê, eu vivi na prática.
Na verdade, durante essa essa faculdade em ebulição, né, de educação artística, eh você começou, quando você entrou, você estava focada em música, mas acon a aconteceu de de tua cabeça abrir para outras esferas. É você foi fazer a você foi fazer a
Porque eu fui fazer, eu já estava lá dentro, já tinha passado o vestibular, <laughs> aí eu fiz educação artística.
Mas a sua licenciatura primeira foi para... Não, educação artística.
Era a lei, era assim. Aí depois você fazia mais um ano. Tem muita gente que parou na licenciatura curta. E eu fiz a licenciatura plena. Então eu posso dar aula de primeira ao oitavo e dar aula no colegial. É essa a diferença entre curta e e longa.

E aí você foi aí você começou a dar aula?

Tudo é assim, entrecortado, está vendo? A luta para ter continuidade em alguma coisa foi árdua. Eh... Aí na década de oito, a grande greve selvagem, como foi chamada, dos professores. E aí, naquela ocasião, eu escutei, né, o de depoimentos dos candidatos a deputado que estavam acontecendo. E me identifiquei profundamente com a proposta de frente, né, frente política. E fui parar num... Fui atrás. E uma dessas pessoas era uma pessoa que tinha sido liderança na faculdade, quando eu estava na faculdade de Direito ainda. E aí eu fui atrás do comitê político daquela pessoa. Eu no movimento dos Então não adianta, né? Eu eu abandono, mas quando quando eu estou na situação, eu não vou me engajar com o establishment, né? Eu vou me engajar com quem está renovando, com quem está propondo coisas, com quem está lutando por uma consciência, né, por um uma por uma por um comprometimento. E aí foi quando começou a minha última fase de militância. Foi quando eu encontrei a proposta política de de frentes contra a ditadura, né? E... E aí, assim, isso durou algum tempo. Depois, quando... Como é que foi? Depois eu eu então encontrei, né, o essa pessoa com quem eu acabei tendo a minha filha mais velha. E aí eu não voltei mais para os para os partidos mais de esquerda, mas continuei durante algum tempo com a luta mais legal, né, na legalidade. E fui afastando, pouco a pouco, do que é hoje a a forma como se faz política. E e foi muito difícil para mim ver que pouca coisa mudou.

Foi muito difícil.
Eh então, eu queria que você contasse um pouquinho dos seus filhos.
Então, eh tem uma diferença grande entre a primeira e o segundo, né?

ele fez três anos e eu estava grávida de cinco meses. E... aí já os meninos já foram crescendo mais próximos, assim, né?

Foi super presente, né? Até uma certa época. Depois ela foi morar com o pai e eu fiquei com os meninos bastante tempo, né? Só você e os dois? Só eu e os dois, né? E também, como eu falei lá atrás, as marcas herdadas da família demorou sabe demorou muito para eu poder ãh conseguir, né, ter uma vida mais estruturada, mais estável. Então, isso que eu falei de sofrimento, também eu com os meus filhos passamos muitas dificuldades.

Mas é que acontece que ele acabou tendo uma filhinha, né?

Nessa faixa dos filhos é a única, né? Por exemplo, da minha mãe, que ainda está viva, é a única bisneta, né? Ela é uma criança muito especial, né? E... Diferente dos meus filhos, nós combinamos que com ela eu falaria francês.

É impressionante. Fala pouquíssima coisa. Algumas coisas ela fala, ela solta brincando, assim, né? Mas ela entende tudo. É muito engraçadinho. Desde pequenininha você sempre falou.

Porque eu não... Eu achava pedantismo eu falar francês com os meus filhos.

por volta do segundo Depois eu explico porque que eu estou falando que seria a segunda série. A professora dele disse, eu gostaria muito que você falasse em francês com ele. Porque dos sete aos quatorze anos é a idade ideal para aprender um novo idioma. Quando você não escutou os dois ou três idiomas desde a barriga da mãe, como muitas crianças ãh vivenciam, né?

Ela escutava na rua, ela com aquilo que eu tinha ensinado algum tempo antes, ela se virou perfeitamente, né? E...

E é muito interessante, está sendo uma nova experiência. A criança, desde pequena, já tem um outro idioma. E como eu estou dando aula, ela também convive com isso, ela faço algumas atividades em que na escola, ela também vai como convidada, participa, ela sabe que a avó dela é professora de francês também, né? Então faz parte da realidade dela isso, né? Eh... Não era tão assim na época dos meus filhos, né? Embora durante muito tempo eu dei aula em francê dei aula de francês, fiz tradução de francês, sempre... Mas acontece que o francês é uma coisa de safra, assim, né? Mesmo na escola. Tem hora que tem muito aluno, tem hora que tem um pingo de aluno. Não é o que acontece com com inglês e espanhol.

Então, o francês eu dou aula... Mas não é, assim, a minha principal profissão, né?

Demorou para encontrar uma escola aonde eu pudesse me fixar, porque eu dei aula numa escola aonde eu aprendi muitíssimamente, paixão, mas a escola fechou por ene razões. E depois passei por várias escolas, dei aula particular, muitas vezes, e até que encontrei essa escola, né? E é um ambiente bom, tenho bastante liberdade de estar levando material, né, diversificando, inovando. Isso é muito bom.

Com quantos anos ela foi para a casa do pai?
Com dezessete anos.

É, Já. Então você criou os três praticamente sozinha?

Ih, aí sofria, por desespero, aí tinha que fazer das tripas coração, eh a maior parte do tempo dando aula no estado.

E fazendo, de vira e mexe, tinha traduções para fazer. Traduções de livros?

de livro?
Às vezes, pessoas que precisavam de tese, né? Traduzir vários artigos para a revista de economia política. Enfim... Mas bem, assim, tipo, eventual mesmo, né? E eu sempre procurei... me virar com aquilo que eu podia, né? Então, apareciam outras atividades, assim, né? Ãh... Fazer vivências, né? Então... Você promovia vivências? Teve uma época, por exemplo, que eu encontrei uma agência de professores, agência de emprego de professores. Era uma mulher que abriu uma agência para recrutar e alocar professores em escolas particulares. E ela promovia atividades culturais, ne, como uma forma de estar dinamizando Fiz várias atividades ali. Esse é um exemplo que me veio agora na cabeça.
Como eram vivências que você promovia?
As oficinas de teatro.

Nesse lugar. Nessa agência foi um lugar. Porque, assim, teve um momento aí quando eu falei que eu voltei e estava o projeto noturno.

Durante a ditadura, foi criado um fosso entre a universidade e a escola de primeiro e segundo grau. No na época do governo Montoro, como uma forma de fechar um pouco esse fosso, em julho de oitenta e cinco, eh houve um uma programação que envolveu o Estado inteiro. Eh... As universidades todas estavam envolvidas, e as escolas estaduais. Então, em todo o estado, né, nos campi de todas as universidades estaduais, foram promovidos cursos nos quais os professores da rede pública se inscreveram. E eu me inscrevi e fui e consegui ser ãh colocada na na oficina de teatro, né? E foi quando eu encontrei o caminho metodológico de teatro-educação, que é a raiz do meu trabalho até hoje, né? E.. Depois disso, houve, né, uma evolução, encontrei outras coisas que se complementaram.
Né? Como que você se aproximou dessa área de conhecimento teatro-educação?
Na prática, lembra? Os alunos pedindo. Porque eu saí da faculdade com algumas bases em quase todas as línguas, né, com aquela ilusão da polivalência. Então, em pouquíssimo tempo que eu tinha estudado na faculdade, tinha se esgotado, ne? Eu participei de um outro curso que foi uma experiência também da escola estadual, mas foi péssimo. Agora, esse... Esse essa grande programação, né, aberta pela pela Secretaria de Educação Estadual, envolvendo as universidades, foi um divisor de águas. Um divisor... Ali eu me reinstrumentalizei e essa é uma coisa que eu faço até hoje.

Você pode trabalhar essa metodologia com qualquer conto. que também se complementou, né? Então eu tenho a estrutura do trabalho com jogos teatrais e o trabalho com ãh o os contos, né, se complementando. Porque assim, eu já saí da faculdade nessa época de efervescência, né, com algumas referências em termos de arte e educação, né? Então, eram duas era uma grande briga já naquela ocasião a questão do desenho pronto que se dava para as crianças. Então, a a nossa marca era Vitor Lowenfeld. E quando mais tarde, na década de oitenta, com todas as transformações que se que foi possível começar a introduzir, a base era a mesma do Victor Lowenfeld. O exemplo que era dado era o mesmo do Victor Lowenfeld, né? E o exemplo era o seguinte, teve uma uma exposição no final do ano, né, e o menino vai com a mãe. Então, estão todos os desenhos pendurados, né? Tudo pronto, os desenhos prontos, cada um pintou dentro. Aí o menino fala assim para a mãe, mãe, o meu é aquele que que tem aquela mancha lá. Então, o menino identificava o desenho dele pela mancha, que tinha que estava fora do desenho.

assim chamado erro, né? Então, isso tem um desdobramento psicológico, um desdobramento interno e um desdobramento sociológico, né? O que é ser uma mancha no no social? E esse exemplo está dentro do livro do Viktor Lowenfeld. Então, assim, eu terminei na década de setenta, acho que uns dez anos depois, né, mais ou menos, ou mais de dez anos, nós estávamos falando disso, né, na na escola estadual. E... Porque antigamente era o desenho mimeografado, né, que as o pessoal sai do curso de magistério, que antigamente era curso normal, com aquelas pastas de desenho chamadas pedagógicos. Houve todo um combate a isso. E esse combate continua existindo., né? Agora é desenho xerografado, é mais fácil, você põe na você compra desenhos assim prontos.
Né? Na banca de jornal.
Então, assim, são essas duas pontas do meu trabalho que se juntam, né? A questão de como é que o teatro é trabalhado nas escolas e como é que o a a expressão artística mais plástica da criança é trabalhada também.
Né? E você está atuando com alguma escola?

Hoje, eu acabei me afastando completamente, eu me exonerei do meu cargo no Estado e e fiz um caminho pela arteterapia.

E aí passei por várias fases, né, porque é assim na vida da gente, são fases né? Não é nada estático e você vai estudando, você vai lendo, você vai ãh aprendendo com os alunos. Vem uma demanda, que que eu faço com esse aluno, o que que eu faço com aquele? Isso vai te em empurrando para fazer novas descobertas. E foi muito interessante que eu fiz um caminho por um por um na terapia artística. Na verdade, assim, eh arte-terapia, eu costumo explicar que é um campo, como você tem na a psicologia. E assim como na psicologia existem várias escolas, várias linhas, dentro da arte-terapia também. Dentro da arte-terapia, eu fiz um caminho pela antroposofia, né, que é a escola Waldorf, tudo isso. E aí o que acontece? Eu entendia o que estava sendo falado, né, por essas minhas duas grandes vertentes. a luta para não dar o desenho pronto para a criança, para ela só pintar dentro, e a luta para não ter um sistema, uma metodologia de teatro-educação baseada no autoritarismo, né? Então, na escola Waldorf, né, que é a escola fundamentada nesses conhecimentos, desde o primeiro, aliás, desde o jardim da infância, criança nenhuma recebe desenho pronto, para pintar dentro. E do primeiro aninho em diante, a criança recebe os cadernos em branco de todas as matérias, e é ela que vai fazer o caderno dela.
Posso perguntar Fiquei curiosa porque você tem essa essa visão muito clara, né, da importância da da arte não ser uma coisa imposta, né? Como é que foi isso na criação dos seus filhos?
Ah, eles são todos marcados muito por isso.
Porque assim, eles eles estudaram em escolas
Acabaram estudando. Todos os nossos filhos, as minhas duas irmãs passaram Nós tivemos cada uma no seu envolvimento, no seu momento, do seu jeito. Todos eles passaram pela Escola Waldorf. Eh... E eu me lembro que a minha filha mais velha não.
Né? E.... Não é tão fácil, e não é tão acessível.
Não, não porque a minha filha mais velha a gente não conhecia. Aí eu me lembro que teve uma época, mas o desenho é bibliografado, passa por cima do meu cadáver, mas não vai usar, né? E aí ela estava numa escola estadual perto de casa e ela queria fazer um trabalho, ela queria comprar aqueles troços prontos para colar no trabalho.

Ela acabou chegando numa coisa extremamente simples, né, que causou um um rebuliço quando ela entrou na classe, porque ela não botou no trabalho dela. Então ela tinha que fazer um trabalho lá sobre o Dom Pedro, alguma coisa, e ela, uma folha de sulfite, foi a capa do trabalho dela, ela fez três faixas assim, e jogou purpurina verde numa, purpurina amarela noutra, e ficou a branca no meio E aquilo causou um furor entre os colegas. Imagina a simplicidade disso. Né? E eu tive que fazer a minha filha passar por um processo até chegar nisso.

Foi um caminho. Depois foi uma, entre aspas, coincidência encontrar como é que a Escola Waldorf trabalha, né, a história. Né? E... E só meu filho caçula, né, que foi o único... Que passou do primário até o oitavo ano só na Escola Mas aí também são outras histórias complicadas. Tudo isso não tem... Para usar uma terminologia antroposófica, né, tudo tem luz e sombra, né? Então, a minha passagem pela Escola Waldorf, pela antroposofia, não foi só luz. Teve muita sombra também, né? Mas eu faço terapia artística até hoje.

migrou mais para a terapia, saiu da educação?
Isso, isso é. Foi o que acabou acontecendo.

E aí, assim, é no ateliê terapêutico que eu pego hoje a ponta, ãh ou digamos, a outra ponta dessa questão de como a arte é trabalhada na escola. Porque não há uma criança, não há um adolescente, não há um adulto que não chegue no ateliê e não pegue um lápis de ponta fina para fazer o contorno e depois pintar dentro. Eu chamo isso de fazer a prisão para depois entrar dentro. Não há uma pessoa que tenha passado pelas escolas de maneira geral que consiga fazer um desenho inteiro seu, da forma para o que sente, para o que pensa e para o que quer, né? E quando, então, eu pego a doença já instalada, é muito difícil desinstalá-la.
Como que é esse trabalho? As pessoas vão no ateliê e você atende, você
Por causa disso, eu acabo sempre estando com o pé em duas canoas. Embora eu tenha me afastado da educação, eh eu acabo sempre sendo atraída. Né? Nesse momento, eu estou muito atraída de novo. Não deixa de ser um processo educativo, né?

Na terapia? terapia É um processo de reeducação. Mesmo com adulto, né, que chega com uma problemática existencial muito intensa, ele tem que se rever, né? E aí ele tem que se reeducar. Eh... Aí, assim, hoje eu estou em... buscando parcerias, alguns projetos nos quais eu, né, no momento, essa semana, inclusive, tive reuniões eh para ver se a gente consegue... de alguma forma, sempre manter, sabe, abanando assim uma fogueirinha, por mais que a gente viva num mar de desenho pronto, num mar de autoritarismo, né, num mar de de desses livros chamados didáticos, que eu chamo de antididáticos, Em algum lugar sempre tem que ter uma uma chaminha acesa, né? Para um dia, se a gente ver se a gente reverte esse sistema educacional, né?

que castra mesmo os alunos. Há escolas que fazem o que é chamado de alfabetização emocional.

Nunca tinha ouvido falar. Ah, então, por isso que eu digo que há honrosas exceções nesse... nessa sombra né? Então, por exemplo, cada escola as escolas que buscam, né, fazer algo diferente ãh dão diferentes nomes, mas essa eu gosto muito, gosto muito desse nome, alfabetização emocional. Porque, por exemplo, ou é a orientadora educacional ou a professora-tutor ou o professor-tutor da classe que uma vez por semana se reúne com a classe. Eu conheço escolas que fazem isso, né? Ali os alunos vão dizer como foi a semana ou o mês, depende da periodicidade, né, o que gostou, o que não gostou, que sugestão que pode dar. Então a criança vai aprendendo a expressar os seus sentimentos, porque o que existe no na no sistema assim chamado tradicional de ensino é a impossibilidade do indivíduo se expressar.
orientação educacional ou não tem nada a ver? O quê? Eh... Essa disciplina tem alguma coisa a ver com orientação
Então, em algumas escolas está vinculada à orientadora educacional da escola. Às vezes a escola tem uma psicóloga, às vezes a psicóloga é a orientadora educacional. Vai depender muito do de como que a escola equacionou essa questão. Porque essa dimensão psicológica ela vem sendo trazida à tona. Há empresas que também têm formas de lidar com o individual. Há empresas cujos erre agas compreendem que existem fases na vida do indivíduo. não acabas o desenvolvimento não acaba lá nos Isso continua acontecendo, há fases da vida e às vezes a pessoa está num determinado momento de conflito então que não é nada externo, né? Então, há empresas que procuram levar isso em consideração. Então, essa dimensão psicológica é importante, né, que é a dimensão do ser. Então o tal do desenho pronto, os livros didáticos, eles existem por quê? Para massificar, ficar muito mais fácil. Né? E eu penso na minha cabeça que seria talvez muito mais fácil um professor se ele para que que ele tem que dar tudo pronto? Dá os cadernos em branco e as crianças vão fazer os cadernos deles, né? Aí você entra com uma outra questão que é o modelo. Então, como você trabalhar com o modelo é outra questão Então, na escola Waldorf, na formação de professor no seminário Waldorf, existe uma disciplina chamada desenho de lousa. Então, os professores aprendem a utilizar essa técnica. Então, a imagem principal do assunto que está sendo trabalhado é colocada na lousa. E cada criança vai traduzir aquilo da sua forma no seu caderno. E você não tem que dar nota para isso, é isso que importante. Aí a questão de mensurar, avaliar, são questões que eu sei que são importantes na na educação, mas eh essa questão da indústria do desenho pronto... É uma lástima. É uma lástima E aí, o que que significa isso? Por exemplo, o Piaget já trouxe que a arte é mais do que apenas lazer ou para relaxar as crianças. O desenvolvimento da expressão plástica, motora, né, da criança faz parte do desenvolvimento da inteligência. A criança que é impedida de fazer a sua própria... de dar a própria, a forma, aquilo que pensa, o que sente, o que quer, tem a sua inteligência afetada, né? Quando é que a gente vai se dar conta disso? Agora, os meus filhos, foi uma pergunta anterior que você fez, acabaram sendo muito marcados por isso mesmo. me lembro, no bom sentido aí, né? Aí é a marca no bom

E lá nós encontramos mais uma menina da Escola Waldorf, onde eles estudavam. Aí teve uma atividade, depois foi dado papel, foi dado lápis de cor para as crianças. As únicas crianças crianças que ocuparam uma folha inteira eram os três.

Então, isso de ocupar uma folha inteira que é dada, né, ocupar um espaço... ou não ocupar o espaço é resultado da forma como a arte é trabalhada nas escolas.

Então, normalmente, por exemplo, no ateliê, uma criança que chega ou um adulto que chega, pega o lápis fino, como eu falei, faz um desenho, aí depois você olha, não tem chão, está tudo voando, não tem relação entre uma parte e outra. A criança não é auxiliada nesse processo.

No teu dia a dia, eh teu dia a dia está dividido entre aulas de francês e o trabalho nesse
Eh e os meus estudos, eu estava falando, eu estou sempre lendo, estou sempre estudando, hoje eu faço trabalho voluntário numa numa entidade, né, eu trabalho exatamente no setor de livros e revistas. E um belo dia, eu na no meu trabalho de separar as coisas para ver o que que joga fora, o que que aproveita, arrumar nas estantes, eu achei um livro que estava assim quase... Ãh... Não, ele já estava sendo jogado fora porque estava arrebentado, sem capa, tal, aí não vai dar para vender. Mas o título que estava naquelas páginas de dentro, né, me chamou a atenção. A Rua como Espaço Clínico. Eu li o livro e me apaixonei, né? Isso foi no início do ano.

Não tem nada a ver. Ãh?

Não, nem conheço isso de Travessia. Travessia para mim é aqueles aquelas tendências que existiam antes, na década Não, chama acompanhamento terapêutico. E agora eu estou fazendo o curso, já posso trabalhar com isso. É muito parecido com o vínculo que eu estabeleço com os pacientes de terapia artística. E e aí eu resolvi meu problema. Então agora eu tenho a possibilidade de estudar muito, mas não numa teoria desligada da prática, né? Essa dicotomia em teoria e prática é também uma... um um desvio, né? E aí, então, o o acompanhamento terapêutico é uma clínica moderna, né? Que tem a ver com a reforma psiquiátrica

Antimanicomial. E... É difícil falar isso, né?

Então, o acompanhamento terapêutico, como reforma psiquiátrica, tem vários pontos no mundo inteiro. Mas como prática, tem muito que é feito aqui na Argentina e no Brasil. E...

Eu leio muito, eu estudo muito. Não tenho televisão em casa no momento.

sinto falta de televisão. Tenho escutado rádio. Eu sou daquelas que lê manchete no jornal, na banca do jornal, de longe, assim, né?

A gente está finalizando o dê vê dê, então tem uns dez minutinhos aí. Não sei se você queria falar, fazer uma... Uma conclusãozinha, falar alguma coisa sobre... Enfim, as principais lições que você tenha tirado da sua história de vida. Se você quiser fazer um desfecho ou falar como você se sente dando esse depoimento. Eh
eu acho que... tem uma... Uma coisa que eu aprendi com o Rudolf Steiner, né, que é quem trouxe todo o impulso antroposófico, que é o seguinte. Nas assim chamadas, tudo entre aspas, ciências exatas, o objeto de estudo é... Fora, é diferente do do cientista. Então vamos supor aquele que tira uma pele, um pedacinho da sua própria pele, põe no microscópio, ele está estudando a pele dele como algo que já não lhe pertence, né, mais. Mas nas assim chamadas ciências sociais ou ciências humanas, o objeto de estudo é o ser humano. Então eu estou também no centro do meu estudo. Eu também sou objeto de estudo e de pesquisa, eu também preciso me conhecer. Então, hoje, na minha vida, não existe o meu trabalho, eu, a minha vida pessoal. Claro que existem os momentos onde eu estou no ateliê, claro que existem os momentos onde eu estou dentro da sala de aula, né, mas dando aula e agora né, estudando, mas como foco, como... Como é que eu posso dizer? Como estudo, eu sou uma só. Né? Então, todo esse processo de transformação, né, pelo qual eu fui passando, é o processo de transformação pelo qual cada pessoa precisa também passar. Né? E no ateliê terapêutico, o que que eu faço? É isso também. criar condições para que as pessoas também façam os seus processos, né? E a arte esse instrumento. E e a terapia artística tem instrumentos muito eficazes também. Eu acabei pulando aí, tem várias coisas também que foram experiências minhas, né, eh me vieram à cabeça agora, porque eu também utilizo essas experiências no ateliê, né? Mas, eh basicamente, eh eu acho que é um dever nosso buscar esse processo de transformação. Voltando no Steiner, ele diz o seguinte, que... Uma pessoa pode não estudar matemática ou não se aprofundar na matemática ao longo da vida dela, que isso não vai afetá-la enquanto ser humano. Mas se uma pessoa passa pela sua vida sem ter refletido sobre si própria, sem ter buscado um processo de autotransformação, foi afetada como ser humano. Então, ãh mesmo essa minha luta, né, para rever essa a a forma como a educação é feita, né, ãh posso ter momentos que eu estou mais intensamente ligada a isso, menos intensamente ligada a isso, mas é uma coisa que é uma bandeira minha, vamos dizer assim. E que eh é algo que também nós falamos aí em algum momento, que é a questão de que cada um tem que sim fazer a sua história. Hoje eu estou fazendo a minha história. E repensar, né? A cada momento você percebe, ai, nossa, ainda não mexi nisso, ai, nossa, ainda não transformei isso, ai, nossa, estou repetindo isso. Mas esse é o processo, né? Não é linear, não é um um novelo de linha ou de lã, que você... um que você vai puxando um fio. Nós somos seres complexos. Eu não gosto quando diz ai ser humano é complicado. Não, é complexo, é diferente, né? Então, eu acho que é por isso, na verdade, que eu estou aqui.

De poder dizer, nós podemos sim nos transformar, nós podemos sim buscar coisas que nos tragam felicidade, nós podemos sim contribuir para o desenvolvimento à nossa volta. Né? E isso para mim é um caminho de mão dupla. A minha transformação também é uma transformação ao meu redor.